É Pará.

Jaci Paraná.

Vamos começar. O senhor diz de novo o seu nome, o lugar e onde o senhor nasceu, para a gente.
Se eu sei onde eu nasci?

Entendeu?

No rio?
Eu estava na no local, entendeu? longe da cidade, mais ou menos de Santarém, mais ou menos uns trinta quilômetros.
Longe da cidade, né? aham
No rio Arapiuns, um rio chamado rio Arapiuns.
E quando foi isso?
Foi em mil novecentos e.
quarenta e sete Como é que era o nome inteiro do seu pai e da sua mãe, o senhor sabe?

E o seu pai?

E e o que que é que ele fazia? O senhor sabe
Na época ele trabalhava na Petrobras.
Ele é ele trabalhava na Petrobras lá em Santarém?
Em Santarém, era.
E o senhor sabe como ele nasceu lá em Santarém mesmo?
Não, ele era ele era peruano.
Ah, é? era O que o senhor sabe da história dele, para contar para a
Olha, o que eu sei da história dele que, olha, ele trabalha na Petrobras, andava muito no mato, né? Aí uma cobra, só que eu sei isso, uma cobra picou ele e agarrou morreu.
só sabe isso?

<laughs> O senhor não sabe se ele era peruano? Por que que ele veio para o
ele era peruano mesmo, mas agora que ele... Ele veio para o Brasil, sabe? Ele trabalha na na na na há muitos anos na Petrobras, né? E veio para o Brasil. Aí ficou por aí trabalhando.
E da sua mãe?
A minha mãe era natural de Santarém mesmo.
Quando ele morreu, o senhor tinha quantos anos?
Eu tinha... mais ou menos uns sete anos.
Então o senhor não lembra
Não lembro não.

Tinha sete anos.
Então quem que criou o senhor?

Quem que lhe criou?
Foi a minha mãe.
O senhor tinha muitos irmãos?
Nós somos quatro irmãos homens. Já com esse que morreu, Só é eu. Agora a minha mãe casou com outro. Aí produziu três. Todos é homem. Tudo homem? Tudo é homem. Todos quatro.
E aí vocês cresceram na beira desse rio?
Não, aí fomos todos para a cidade.
Só um minutinho. está atrapalhando não?
ah é Fomos todos para a cidade. Aí a minha mãe era muito trabalhadeira, né aí era como é aí fomos para um lugar chamado outra cidade chamada Monte Alegre, no região de Santarém. monte Aí fui trabalhar com agricultura. Aí começamos lá, aí começamos crescer, crescer, e trabalhando, trabalhando. Nós com ela,

Todo pequeno.
Fazendo o que na agricultura?
Na agricultura. Trabalhava naquele tempo lá no Pará, mexia muito, era com juta. Você sabe o que é juta? Sei o que é juta. Nós trabalhava com juta, aí negócio de roça e tal, aí foi, foi crescendo.
Mas como é que era que funcionava? Me conta isso aí. ela ela te era e quatro filhos? Quatro filhos. Quantos anos você tinha quando você começou a trabalhar
Quando eu comecei a trabalhar com, eu estava com quinze anos.
Antes disso, não trabalhava?
trabalhava não. Só ela que tinha que manter o povo. Aí já ela arranjou outra pessoa né para morar com nós e acabou de criar nós.
E aí como é que é? Vocês iam para a juta? Como é que tira
a juta, você pega ela. hum Na área quando é baixo alagado, ela vai vai para a água. A água tá, vamos supor, a juta. Aí você corta ela dentro d'água. Aí você pega uma foice, fica puxando ela e faz os feixes de quatro palmos de grossura, assim. Afoga ela. Com oito dias, oito, dez dias, Quando não pega muito sol, aí aí você vai lavar ela, tirar a fibra dela, entendeu? Em Santarém, lá tinha juta. Aquela fibra era para fazer aquele saco, que nós chamamos de saco de sarrapilha, que a gente chamava. Era para fazer também estopa para calafetar a embarcação. Isso era que o objetivo da da juta era isso. e
Então, vocês iam para a para o
É, lavar com água. Lá era uma eu vou lhe contar, me lembro que seja hoje. Lá a senhora conhece sanguessuga. Um bicho que tem na água.
Sei.
Lá a, a bicha agarrava na gente, sanguessuga. Tem outro bichinho chamado potó, no meio da juta, mijava na gente, que empola tudo. Lá veio um poraquê bater na gente, quando estava trabalhando dentro d'água, que aquilo a juta só é dentro d'água.
Ela cresce dentro
vamos supor que você planta ela no seco, aí quando ela vem a cheia, Aí ela já está grande, já não pode cortar, aí o cara vai aproveitar e corta ela pra afogar, pra amolecer a casca, pra tirar, né? Eu trabalhei com aquilo, eu sei trabalhar com juta.
E era o dia inteiro que vocês ficavam
todo O dia todinho dentro da água, trabalhando, trabalhando, trabalhando. Eu vim, digo, aí eu já fui crescendo, que você sabe uma coisa, eu via falar... Garimpo de Cassiterita, em Rondônia, Porto Velho Rondônia, digo, eu vou para lá.
Com quantos anos isso?

Dezessete, dezoito anos.
E até os dezoito na Juta?
Todo na Digo, mamãe, eu vou embora. Para onde você vai? Eu vou para Rondônia. Aí eu olhava na na revista Estrada de Ferro, Madeira, Mamoré. Digo, eu vou conhecer. Aí eu digo, minha mãe, como é que a gente faz para mim ir?

Saí de lá meia noite no navio.
Como é que foi quando o senhor falou para
Aí quando eu falei, não vá não, não vá digo mamãe, é o seguinte, cada um de nós tinha nossas coisas, tinha terreno, tinha gado. Ela agarrou mamãe, venda meu terreno e venda uns umas dez para mim que eu vou viajar. Ela começou a chorar e vendeu, e eu comprei a passagem e vim cheguei em Rondônia, me lembro benzinho. Quando eu cheguei até em Óbidos, você conhece Óbidos? Sim. Cheguei em Óbidos, uma tristeza rapaz, daí eu olhava para trás assim, meu Deus, para onde é que eu vou? Ainda não tinha arranjado colega nenhum. Aí depois, nós já no outro dia, já começamos a conversar com os outros, aquilo foi animando e vai, eu esqueci. No dia do jogo da Copa setenta, eu estava no porto de Manaus. Subiu o rio todo naquele barco? Naquele barco, eu estava no porto de Manaus, aquela alegria, aí cheguei. Primeira vez que você saía? vez que eu saí. Eu cheguei em Porto Velho, era mais ou menos umas duas horas da manhã.
Bom, me conta primeiro, de Manaus você fez como? Porque Manaus é longe, Porto.
É longe, de lá eu peguei outro Foi oito dias para chegar aqui em Porto Velho. Me lembro benzinho, os caras no caminho, quando vinha no barco, parava para pegar mantimento, era... Até pássaro salgado eles compravam para a gente comer, entendeu? Aquela comida aí... Quando foi numa época, eu mexia com comando de barco, comandante. Eu não era armador, mas sabia pilotar. Aí adoeceu um prático. primeiramente. Adoeceu um cozinheiro.

Aí me ofereci. Aí fui lá para a cozinha ajudar e pá, e ajudei na cozinha, me dei bem. Aí adoeceu o prático da que ajudava o comandante. aí o Aí um amigo meu falou, não, o Francisco aí conhece bem de pilotar barco. Aí mandaram me chamar, aí fizeram um teste em mim, eu foi. Fiz o teste, mandaram eu fazer uma atracação num porto, eu fiz. Aí pronto, aí eu peguei o barco e fui até Porto Velho.
Mas como o senhor Mas mas como é que você sabia mexer com barco, se você mexia era com juta?
Não, antes disso, depois da juta, eu fui trabalhar em barco. ah
Ah, então vamos voltar só um pouquinho, que foi rápido demais. É. Vocês ficaram lá, sua infância foi toda na beira desse rio?
No rio. Eu viajava no rio Arapiuns. ãh Viajava Curuatinga, Curuá-Una, onde tem hoje... Curuá-Una, onde tem uma barragem, lá em Santarém. Eu viajava para lá trabalhando de E subia no rio, deixando a mercadoria. Na época, deixando mercadoria. Ah aí passava quatro dias parado lá no final do rio, até onde tinha casa. E a gente vinha descendo. Naquela época não tinha proibição. Vinha pegando couro de caça, couro de jacaré, couro de cutia, de camaleão, jacuraru, de onça, gato-maracajá, de tudo. Castanha, breu canuaru, breu jutaicica, castanha do Pará. Tudo a gente vinha pegando. Juta. Juta é feito os fardos. A fibra dela é feita os fardos.
Vocês vinham pegando e entregando outras
A gente entregava a mercadoria subindo, na baixada vinha pegando os produtos, já para o cara pagar aquela mercadoria.
Ah, e qual era a mercadoria que o pessoal queria?
Olha, lá era tudo. Naquela época a gente vendia muita roupa por metro, não é era fazenda que chamavam, era era muita roupa. Perfume, aquela me lembro benzinho não é que hoje nunca mais eu vi. Uma de mutamba para passar no cabelo. Era gostoso aquela vida, olha. Eu viajei esses tempos para lá e eu gostei muito.
Era mutamba, era perfume, roupa, café, essas.
Tudo, café, açúcar, bolacha. Tudo, tudo, mercadoria de em geral. Bolacha, tudo era gostoso.
Aí demorava quanto tempo para subir o rio?
A gente passava um mês de viagem. Com um mês a gente tava de volta em Santarém. Chegava em Santarém, Tem os barcos de Belém, que comprava tudo, encostava o nosso barco no lado deles e vendia toda aquela mercadoria só para um barco. Era assim.
E esse barco comprava para fazer o quê?
Para levar para Belém.
Levar aqueles couro, tudo?
Tudo! Naquele tempo não era proibido couro de caça, carne de capivara, couro de capivara, carne de jacaré, tudo salgado, olha. Era desse jeito. Eu me lembro demais disso. Eu até tenho saudade ainda.
E isso dava dinheiro?
Dava dinheiro. Dava dinheiro. E era divertido, viu?
Por que que era divertido?
Porque, olha, hoje você estava numa cidade, amanhã em outra, quando a gente viajava, vamos supor, nós viajávamos de Santarém também, às vezes, para para Altamira. Aquelas cidadezinhas, a gente parava tudo por ali. Eu conheço tudo aquilo ali. De Belém a Manaus, eu conheço tudo quanto é de cidade.
Mas aí, vocês paravam, vocês dormiam na cidade?
Não, a gente parava, dormia no barco. No barco tinha todo conforto.
Quem que ia no barco contigo?
Nós éramos cinco pessoas.
Ah, o barco era grande?
Grande, grande. Pegava sessenta toneladas, sessenta mil quilos. era
Mas o seu trabalho, você não era o dono do barco?
Não, o dono era meu irmão de criação, eu era o piloto só. <coughs> Dois pilotos.
Certo.
Um trabalhava um tanto de hora, o outro trabalhava outro, a gente viajava. Quando era para subir, vinha subindo, a gente viajava dia e noite.
Ah, isso foi... E o seu irmão de criação que comprou esse barco? Hein? O seu irmão que tinha o
Tinha o barco, era meu irmão.
E vocês ganhavam como? Por dia?
Não, eu... Assim, eu ganhava por mês. é uns Vamos supor, não tinha nem quase... Vamos supor. Não tinha nem acerto quase, o que eu precisasse ele me dava, né? E eu vou lhe contar como foi para mim conhecer mais Rondônia Vou lhe explicar. Sabe por que foi? Não apareceu um tempo aquelas calças de Umas calças que o vinco permanente. Eu cheguei e vi ele vestindo uma calça daquela, achei bonita. Que hoje só juquireiro que quer. Digo, mano, compra uma calça dessa para mim que eu achei muito Ah, mano é muito caro. Digo, rapaz, eu vou ser dono da minha vida. a a realidade, eu vim para Porto Velho por causa disso. Por causa de uma calça.

Te deu irritação? de não ter
Eu fiquei irritado porque eu trabalhava tanto e ele não comprou para mim, ele disse que era muito caro. e E hoje em dia ela só serve para trabalhar na roça.

E foi ali que te deu que me deu aquela coisa, aí eu cheguei em casa e falei para a minha mãe, digo, vou me embora. Foi. E hoje esse meu irmão de criação mora numa cidadezinha lá perto de Itaituba, em Miritituba. ah

Lá perto de

Liga direto para mim aqui, olha. Nunca foi lá. Eu fui em Santarém um ano atrasado, não fui lá com ele, não.
Ficou bravo com ele?
Ah, não foi, não. por causa de Eu estou em Rondônia por causa disso. Por causa de uma calça que ele não comprou para mim. Eu vim embora, aí toquei minha vida. Graças a Deus, Rondônia. Eu acho muito bom. Eu hoje não estou rico porque eu não eu não tenho de ser rico, mas dinheiro eu já ganhei aqui. Eu já fui dono de maquinário em garimpo. Eu já tive cantina, eu já tive compra de ouro. As melhores chácaras de Jaci Paraná eram minhas. Chácaras boas. E hoje em dia, eu acabei por separação, né? Hoje em dia, o que eu tenho hoje na vida, eu sou solteiro. É isso aqui, mais uns terrenos para ali. Umas duas casinhas aqui no Jaci, né? Minha vida é só, moro só. Meus filhos estão todos criados, são muito bem empregados.
E moro só Agora, vamos voltar um pouquinho para o Pará, antes de a gente chegar no tempo atual. Então, o senhor começou na Juta e foi trabalhar no barco de regatão. e E aí deu o problema da calça.
É, e aí foi a origem, de eu caminhar para Porto Velho.
Mas de onde veio a imagem Porto Velho?
Porto Velho eu tinha um amigo para que já estava nos garimpos garimpo do Garapé Preto, já no Mato Grosso. Aí ele mandou uma carta para a minha mãe. Que lá não me chama de Pará, lá é Manda o Francisco vir para cá. Aí eu aproveitei aquela oportunidade, né? Aí vim. de barco.
E aí foi oito dias no barco, já trabalhando no barco.
Já trabalhando no Cheguei em Porto Velho, era... O que aconteceu? ãh Cheguei em Porto Velho, era duas horas da madrugada, não tem trapiche, porque lá no Pará toda a cidade tem trapiche. Aí botaram a prancha, aí eu saí, eu olhei, Porto Velho era feio.
É?
Não tinha, naquela época, não tinha nem asfalto, eram umas pedras amontoadas na rua ali na sete de setembro. Amanheceu o dia, eu fiquei olhando, eu tinha dinheiro, Aí eu fui lá no aeroporto e digo eu queria ir para o Garapé Preto. foi cinco horas da manhã, o cara saiu pegou nós no hotel e levou para lá. Aí Olha, eu vou lhe contar um negócio. Cheguei no Garapé Preto, onde era o garimpo, eu passei três dias trancado dentro de uma casa com medo. Por quê? Era com muito tiro, era muita gente. Digo, meu Deus, o que eu vim fazer para cá? Tiro, tiro. aí Aí eu botei a...
Como é que era isso do tiro? Me explica.
A noite toda, era muita gente, mais ou menos umas dez mil pessoas dentro do garimpo. Só dizia, fulano matou outro. Fulano já esfaqueou outro. Digo, meu Deus, eu vou me embora daqui.
Por que que o pessoal se matava tanto?
Não, onde Garimpo é horrível. A senhora já foi em área de garimpo? Nem queira ir. Eu já passei por tanta coisa. Aí eu fui, fui, até que eu achei meu amigo. Aí meu amigo, eu rapaz, tu veio para trabalho?

E eu não sabia mexer com garimpo. Disse, olha, vou te dar uma terra para ir trabalhar. Cheguei lá, os maranhenses deram comigo e tal... Olha só, que se dá o nome, é um é um barranco tira, para tirar o minério. tudo na pá, na mão. Olha isso aqui eu debreiei, já bamburramos, chamava de bamburro, já bamburramos, já vamos embora. Você ajuda nós trabalhar dez dias lavando a nossa terra, que eu te dou esse barranco para ti. Ainda deixo o barranco com tudo dentro, e eu aproveitei e Mandei brasa e lavaram mais dez mil quilos. era tonelada, a cassiterita não é negócio de quilo.
Ah, o garimpo não era de ouro, não?
Não era de ouro, Cassiterita. que é
aquele brilhinho que fica na
Cassiterita, é o que é o bronze. Aí eu lá, quando os caras foram embora, aí eu digo e agora. E o que que fica, assim, um barranco cava um buraco, assim, com quatro metros, cinco metros, seis metros. Dentro do rio? Não, no é sequeiro, que se dá o nome. Sequeiro. Aí um cara disse, troca dia comigo que eu te ajudo, que tu é brabo e falou para mim, ajuda. eu Eu fui bater água num balde, num cocho para eles lavar a terra. Batendo, batendo. Quando eu trabalhei onze dias, quando ele foi trabalhar comigo. No primeiro barranco que eu ganhei, eu tirei, me lembro que eu nove mil quilos.
De cassiterita?

Vou lhe contar um negócio. Eu vi tanto do dinheiro que eu trouxe da separadora, vou lhe explicar. Separadora o que é A separadora, coloca o mineral ali, a areia vai para um lado, ferro vai para o outro e a cassiterita para o outro. aí nove mil quilos. aí Peguei esse dinheiro, me lembro, saco. Peguei o Vim para Porto Velho. Me lembro benzinho, eu botei até o saco debaixo da minha cabeça, que o avião de garimpo só tem a cadeira do piloto. Você vem sentado ali de qualquer jeito. Aí, vim para Porto Velho, depois eu depositei o dinheiro, passei uns dez dias de folga, aí descobriram. Garimpo do Campo Novo. Garimpo de Novo.
Aonde era esse garimpo?
Aí em Ariquemes.
Aqui perto?
perto. e
E era garimpo de quê?
Cassiterita de novo. Cassiterita. Aí eu fui para lá, trabalhei, trabalhei, aí eu passei a ser gerente do Piauí. Passei a ser gerente dele.
Mas me explica gerente de quê? Porque o quem que compra a cassiterita?

Você chega, trabalha. Você tem uma frente de serviço. hum Você tem um bocado de Eu trabalho meia praça. Meia praça, se você fazer mil quilos, quinhentos quilos é do cara e quinhentos E ele que é o dono da terra? O dono da terra. é O dono da terra se for meia praça. Aí eu fui ser gerente da terra do cara. Aí eu dava meia praça para dez, doze homens ali. Eu tinha que receber aquela cassiterita tudinho, entregar para ele. Dava a parte do pessoal. Mas olha, eu vou lhe contar um negócio. Era uma coisa rica demais. Porque era a fartura era demais. Você chegar naqueles barraco, daqueles garimpeiro, era tipo um mercado de mercadoria. Era tipo mercado mercadoria. Estou lhe falando.
O mercado de quê? De coisa?
De compra. Tudo jogado aí. é Era fartura dema Era muito dinheiro. Era muito dinheiro.
E muito tiro também? Hã? Muito tiro também?
Também.

Em todo canto. todo Vou lhe contar.
Aí foi... foi Mesmo aqui nesse de Ariquemes?
De Ariquemes também. aí foi, foi... e aí Lá veio aquela onda de fechar o garimpo. Vai acabar com o garimpo, fechar com o garimpo, fechar... Aí o o dono que do do da terra que eu trabalhava com ele era tinha uma casa já Você já viu ali onde é a Nova Mutum?
Ainda não.
bonito lá. logo aí perto. Aí ele disse, olha, tem uma fazenda na estrada que vai para Guajará-Mirim, na bê erre e tal. Nós vamos de avião descer na estrada, aí vamos embora. Aí o garimpo fechou, não podia mais trabalhar, nós viemos. Chegamos aí, ninguém pousou nesse avião. Porque a estrada estava ruim, era estrada de chão. Aí voltamos para Porto Velho Chegamos lá, pegamos um ônibus chamado Corujão da Noite. Viemos embora, eu olhava, não via casa, não via nada de noite. Meu Deus, para onde eu vou? Quando chegamos ali na casa, era mais ou menos meia-noite. Chegamos Jaci Paraná, A rodoviária era um barraquinho de palha, só tinha dois ovos no na na na na vitrine lá para vender. Rodoviariazinha de palha, tudo feia. Meu Deus, para onde eu vim? Chegamos na casa do homem, era uma casa de barro. Quando foi de manhã, não vi zoada de nada, só um passarinho por nome de Tiziu.

Eu digo, aí, meu Deus, onde eu estou agora, meu Deus? Aí o cara me agradando para ficar lá com ele, aí foi e foi. Quando foi com uns dez dias, vamos conhecer a beira do rio Madeira. Era ali, para cá. Lá onde está a Camargo agora. conhecer lá. Beira de rio, comprar melancia. Chegamos lá, foi a época, eu me engracei de uma menina, e vai, vai, vai daqui, vai dali, lá me casei. aí fiquei por aí.
E essa, esse, a beira do rio Madeira é aqui perto de... É aí.
Olha, daqui de barco, a gente gasta uns quinze minutos para chegar lá.
Aonde a Camargo está fazendo a
A Camargo tá fazendo lá, e na realidade chama o Cachoeira do Não é Girau. O Girau era lá onde era o primeiro projeto. O girau é mais em cima, eles estão na no caldeirão do inferno. Uma cachoeira, eu morava bem encostado. É bonito lá, viu? É bonito. é É bonito demais, olha. Lá tá uma cidade. Coisa mais linda. Aí, comprei um terreno lá na beira do rio, comecei para lá e quando foi um dia Quando foi um dia, disseram, olha, está surgindo um garimpo lá no Mutum. Peguei uma camionete velha com um amigo meu, fui para lá, aí cheguei lá, uma aí encontrei uma comadre minha que eu era ela era padrinha do filho meu. Compadre, tome conta da minha rodoviária que eu vou para... para o Paraná, passar uns vinte dias. Quando eu chegar, você... Aguente esses vinte Tudo bem, eu fiquei lá. Quando for à noite, parou umas caminhonetes lá e não sei o quê. Garimpo, garimpo para cá, garimpo no Machado.

Quando amanheceu o dia disse Pará, tu não tá sabendo que tem um garimpo ali na na na praia do Machado. eu digo rapaz, na flor da terra. Dona, vou lhe contar um negócio. muito ouro, olha.
Muito o quê?
Muito ouro, olha. No Rio Madeira, já. Muito ouro! Aí eu fui para lá... Ouro? ouro

Foi a a riqueza maior de Rondônia, que se hoje Rondônia está lá em cima, por causa desse ouro do Rio. Ainda estão tirando aí ainda, mas é... está tirando assim, de Balsinha agora. De balsinha que estão trabalhando agora. Naquela época era manual.

pessoa vinha...
Vinha, cavava, amontava e fazia uma caixinha de madeira assim, com três metros de comprimento. Lavava, botava uma estopa assim, uma sarrapilha. O ouro ia aguentar tudo ali. Aí depois você ia bater aquilo dentro de um balde, botava o a o mercúrio. Colhia e fazia aquelas bolonas de ouro de um quilo, meio quilo, cem gramas, duzentos gramas, estou te falando. Era uma riqueza danada. Aí foi, foi, foi.
E vendia esse ouro para quem?
Tinha as firmas. Aí em Porto Velho que eu comprava ouro. aí Ixi, era muitas firmas. Ouro Minas, essas coisas. aí começou aí esse garimpo aí depois, lá veio as balsas balsinha, balsinha, veio aquela proibição do dê eme pê eme para não balsa não trabalhar no rio porque ia poluir, o mercúrio também não podia e e o óleo ia derramar óleo no rio, vai, vai, dona, aí quando eu vou lhe falar um o negócio depois botaram o draga de lança uma draga de lança, ela tem quarenta metros de comprimento De dois andares, tudo de bom em cima, é ar-condicionado, boas cozinhas, maquinário grande. Aí cada lapada de dez horas de mandada, sabe quantos quilos de ouro eles tiravam na época? era Era cinco, seis quilos de ouro. Estou lhe falando. Esse madeira é rico demais Rico, rico.
Mas aí quem que era o dono dessa
Aí veio, aí chegou o pessoal de fora. Só montar uma draga dessas, só era chinês, japonês. Aí depois infiltrou o pessoal de Rondônia e tal, aí... Hoje ainda tem algumas que foram proibidas já, né? Já Ainda tem algumas dessas Coisa mais linda, viu? Aí vai daqui, vai dali, vai daqui, vai dali... Aí eu comecei. Cantina... Larguei o negócio de trabalhar manual. Cantina... Compra de ouro... Meia praça, eu... Havia o pessoal para trabalhar e... Dava o rancho e eles traziam o ouro para mim, eu rachava, dava a parte dele e ficava com a minha. Aí foi, foi, foi, Mas a terra era sua? Não, no Madeira não era, era de todo mundo.
Mas então por que eles davam meia para você?
Por causa da despesa. Às vezes se tinha uma terra, tinha condição de comprar materiais. Pá, rancho, caixa, condução. E eu tinha, né? Eu comprava tudo isso e passava para eles. Aí se eles fizessem duzentos gramas, cem gramas eram minhas.

Isso aí era dele, era assim. Aí foi, foi, foi, foi, foi fracassando. Aí eu ganho dinheiro, aí eu vou parar um pouco de garimpo. aí lá um dia eu fui, Mato Grosso. Já viu falar? hum Juruena, Mato Grosso. Eu digo, eu vou conhecer Juruena. Cheguei em Juruena, comprei um garimpo lá. Comprei uma área por dois quilos de ouro. Trabalhei dois anos. Aí voltei cheio do dinheiro, né?
Nessa área?
Nessa área. Juruena, Mato Grosso.
E era uma área de garimpo
Garimpo, lá eu comprei, por dois quilos de ouro, eu comprei uma área de garimpo. Sequeiro. Sequeiro é assim, no seco.
Aí é cassiterita?
Não, ouro também. Ouro no seco? No seco, é sequeiro. Põe o põe o motor lá na beira da água, vê o mangueiro de lá, o bico jato. ãh Aí já tem a caixa ali com o motor puxando, daí você abre um buraco assim no chão, aí você vai mandando aquele material com a água lá e aí o o mangueiro está, o motor está puxando para jogar na caixa para o ouro ficar concentrado nas estopas. Aí daqui eu fui para Juruena ganhei dinheiro, aí que eu cheguei aqui em Rondônia, beleza. Muito dinheiro já? Muito dinheiro. Aí eu já tinha um bocado de coisa, aí eu cheguei aqui no Rio Madeira e fui passear. Um amigo meu, Pará, vamos morar lá no garimpo, ver nossas dragas e tal. Aí eles sabiam que eu estava com dinheiro. aí ele me chamou, Pará, eu queria comprar um rebocador para mim, não tenho dinheiro. Tenho dragas, mas ainda não estou fazendo ouro. Eu digo, quanto precisa? Meio quilo de ouro, está aqui. Aí ele não tinha piloto para pilotar essas dragas em cachoeira, que é perigoso. Aí eu comecei a ensinar. Eu o dinheiro para ele começar a ensinar. digo olhe vai, era movimento. Aí pronto. Ninguém usava mais voadeira. a voadeira era fraquinha para rebocar. Rebocadorzão era um de quatrocentos e vinte agá pê. Rebocadorzão de ferro. Que ele comprou. E aí eu meti o pau. Joel, pode mandar fazer outro rebocador para ti. Aí eu meti. Era só dando ouro Aí eu já comecei a ganhar uma comissão grande. Quarenta por cento eu ganhava. Olha, eu vou lhe explicar. Para subir uma draga na cachoeira, uma draga de lança, era cento e cinquenta Sabe quantas horas eu passava? Trinta minutos.

Estou lhe falando. Era só eu. Os outros rebocadores eram fracos e não tinham força. E os os rebocadoreszinhos iam encostando tudo na água mansa, encostando no pé da cachoeira, eu ficava lá só... Só passando a cachoeira. Tem uma cachoeira aí em cima, chamada cachoeira do Paredão. Lá eu ganhei dinheiro.
Porque tinha muito ouro lá?

Olhe, pessoal... Quando surgia que tinha uma fofoca lá no... Do lado do paredão. Olha minha draga. Às vezes eu estava lá na de ouro. Gente de São Paulo, do Paraná ligavam. olha minha draga para passar na Cachoeira. Só se for parar para puxar. Aí, às vezes o cara Não, o Pará está aqui no escritório. Então paga logo ele aí. era Era tempo bom, viu dona? Eu não ligava para dinheiro. Não. Até hoje. Não é exibimento. Dinheiro pouco eu ponho para gastar logo. <laughs> é É certo.
Mas ganhava assim quanto?
Mas era muito fácil.
É mesmo.
Era muito fácil. Estou lhe falando. Às vezes ás vezes eu tinha amigo meu, que garimpo, é o seguinte. Tem mil fazendo ouro e tem Quatrocentos sem fazer. Que não acerta no ouro, não. Eu cansei de estar andando no rio, achar onde tinha uma fo fofoca é onde está dando ouro.
A fofoca?
Fofoca aonde está dando Tem uma fofoca no lugar fulano de tal. Uh, eu quero ir para lá. Aí eu conhecia fulano. Lá no lugar fulano de tal tem uma fofoca muito boa de ouro. Me leva para lá que eu estou sem fazer Chegava lá, o cara. Às vezes o cara não tinha dinheiro para comprar, eu comprava. Às vezes eu ia bem tranquilo, viajando. Quando a voadeirona, batia do meu Blá! Me chamou aqui, olha. Já tinha me pago o frete, mas depois ainda me dava uma gratificação de vinte gramas, quinze gramas. Botava nos bolsos das bermudas, molhava. Quando eu chegava na minha casa, minha mulher que fazia o, chama de Metia a mão no meu bolso, estava lá a fareleira de ouro. Que o ouro é o seguinte, o madeiro é um ouro fino. É azogado, aí você queima com o maçarico. o

O azogue sai todinho. Você tem que estar com uma máscara o ouro. Sai o a aquela é uma fumaça. O mercúrio sai todinho, fica só o ouro belezinha, amarelinho. Que tem que queimar bem.
Queima com o que?
Com maçarico, com gás.
Pega o maçarico assim?
Se acende. Em cima daquele farelo? você

Quando é muito ouro, você pega a cuia. Eu até tenho cuia aí. Você pega com aquele ouro igual, tipo goma. Você pega ele com mercúrio, amassa bem amassadinho naquela aquela bateia grande. Depois risca tudo ele assim.
você arruma onde?
Compra mesmo aí em Porto Velho mesmo.
Mas você compra mercúrio e joga em cima daquele?
Azoga a Terra. Fica só esmeril misturado com areiazinha. E o ouro. Aí você põe o azougue ali dentro. Hoje em dia não. Naquele tempo era manual com a mão. Agora não. Tem o azougador. Elétrico. Você coloca dentro de um balde no depósito. Coloca o o mercúrio lá dentro que é o azougue. Aí aquilo você liga na energia e fica só. Aquele azougue vai pegando tudo o ouro que tem e forma aquela bola. Aí depois você pega aquela bolona de ouro. Pega um pano. Põe dentro do pano. e Espreme bem. Bate bem. Aí vai para a bateia para queimar. Se tiver... alumínio por ali assim, com aquela fumaça ela entra aqui e sai do outro lado fura, acaba tudinho o alumínio, olha eu não sabia quando eu tinha cantina comprei um bocado de panela para garimpeiro e quando tudo já só a alça da bicha rói tudinho aquilo é muito perigoso, inclusive é proibido aí no rio Madeira porque os peixes morrem o cara vai azougando, escapole um pouco para a água o peixe vem e come e morre o mercúrio é proibido aí no rio mas não tem jeito, a única coisa que pega ouro é o mercúrio mesmo

Estou lhe falando.
Ele gruda o ouro
É, ele segura. O ouro é incrível. Você pega tudinho. Você pega, cuia bem ele assim. Agora tem ouro grosso igual caroço de milho. Eu já vi. Eu trabalhei área assim no Mato Grosso. Agora esse do madeira é fininho igual essa areinha aqui, ó. Amigo, quanto... Você vai no rio ou na sequeira ou no rio?
Isso é na sequeira ou no rio?
Sequeira terra assim. E no rio é é a gente trabalha com balsa.
Mas no na sequeira está assim, é como aqui? Você cava, cava, cava... Não, eu vou lhe explicar aqui.
A senhora sabe o que é, A senhora sabe o que é cascalho né?
Cascavel é uma cobra. <laughs>

Cascalho é as sei. Cascalho umas pedras. Olha. está vendo essa terra aqui. Você tira... Às vezes você vai pesquisar. O cascalho está com dois palmos. O cascalho está com três metros. Tem aquela camada de cascalho aí embaixo daquela daquela terra. Você tira essa terra, joga para fora e quebra o cascalho. O ouro está no meio daquele cascalho. ah
Ah, é assim que pega?
Quando você não tem maquinário suficiente, você faz uma caixa hum de madeira com três metros de comprimento, pega um pedaço de zinco, uma coisa, um flan de furo, um bocado de buraco. Faz um ralo, se dá o nome. coloca aqui e vem a água para cair em cima daquele ralo aí um cara pega com a pá e vai jogando dentro do ralo aí você fica mexendo e a água de, eh, de, desonerando aquilo, tipo um, tipo um cimento quando você está fazendo aí ti, aí vai descendo o ouro para ali com aquele esme, com aquele esmeril vai descendo, vai descendo, vai segurando tudinho no carpete. Aí quando você abre a caixa dele. É aí quando você para, você dá uma limpadinha, olha assim chega está amarelo na, você coloca um bocado de tarisca, as tarisquinha aí quando tem muito ouro que a terra é O ouro fica tudo em si, ali encostado da das tarisca, tudinho. Aí você pega aquele pano com cuidado e, e bate no depósito, tudinho. Aí depois você vai tirando a sujeira de cima, a, o, a, a impureza mais grossa. <coughs> Fica só a fina. A Aí você vai com as para dentro, é rapidinho para A vida, o madeiro foi essa. Eu conheço tudo.
Aí a sua esposa tirava do bolso, assim, aquele farelo?
Aí você ia queimar. Você ia queimar, chegava a queimar. Tem cara malandro, eu vou explicar. O mercúrio é pesado. Tem cara que é quando o comprador é, nós chama a barriga velha, não entende. O cara só tira o azougue por cima. Aí fica amarelinho. E dentro do ouro, quando ele está grosso, fica tudo azougue aí Qualquer pedrinha é cinquenta gramas, cem gramas. Aí você tem que amassar bem. O ouro só está bem queimado quando está derretendo as beira dele. Ó Olha, eu vou lhe contar um negócio. Eu não ligava nem para ouro, era muito. Ligava não. A minha mulher, quando eu morava com ela aqui no Jaci, eu trazia aquelas pasta de ouro assim, eu largava no guarda-roupa para ver se ela pegava, vendia para fazer um negócio para ela, nada. Ela pegava com alicate e dava um pedaço para cada um dos irmãos dela para... Por isso que eu amei a separação. Hum. Ela pegava um pedaço com alicate assim, quebrava, toma, mano, vai farrear, toma, toma, toma, e fazia isso. Era muito fácil. Era muito ouro que eu ganhava. Porque se eu não umas pessoa que me conhece aqui, eu era aqui dentro do Jaci-Paraná, eu era para ser dono do Jaci, eu. Eu sei o que é dinheiro. Eu sei que já ganhei muito dinheiro aqui ó, aqui no, no, no Rio Madeira, né? No Rio Madeira. Eu tirei muito ouro aí

E aí você fazia o que com o dinheiro?
Não, sabe o que acontece? Eu banquei uma, comecei a comprar chácara, chácara, chácara Essa minha mulher eu sustentava vinte e duas pessoas, a família dela, né?
Ah, é?
vinte. Ela era da onde, a sua mulher? da beira do rio.
E a família também?

Eles estiveram aqui essa semana, negócio dos ex-cunhado e tudo. Aí eu sus, comecei a sustentar, comecei comprar casa para sogra perto da minha, e vai daqui botando gente para estudar. Aí foi, comprei umas chácara muito boa e lá vai a separação.
Mas por quê?
Dava certo, eu chegava na minha casa eu não tinha sossego, era igual um supermercado de tanta gente. Eu não, eu já vinha para descansar Tinham filhos? Eu tenho, meus filho Com ela? Com ela eu tinha, eu tenho. Porque ela ainda não veio aqui, eu tenho, eu tenho duas filhas que penso que não é minha, elas são muito lindas, olha. Tem uma bem casada. Agora, a outra, não sei. Uma menina mui. Ontem ela estava aí comigo? Menina muito bonita, não quer nada. Já arranjei tanta coisa para ela, não... Não tem jeito. Agora, a que está casada em Porto Velho, eu vou lhe contar. Tem uma boa, muito bem empregada. Vive bem. Eu estou aqui sozinho.
O que que ela faz?
Essa agora?
Essa de Porto Velho
Essa de Porto Velho, é empregada num supermercado. Trabalha no caixa. E
E a outra? A
A outra não quer nada com a história do Brasil, não.
Ela tem quantos anos?
Dezoito.
E a que trabalha no supermercado?
Não, essa que está aqui, tem dezoito anos. Agora a outra tem vinte e um.
Essa o senhor teve com essa sua mulher?
Foi, é, com essa. Eh, sabe o que eu fiz?
Como é que ela chama a sua mulher?
O nome dela é, a nome, ah da ex-mulher? É.

Mas eles não são da mesma mulher?
Não, da mesma mulher não. Tem dois que é do Tem do, dois com outra mulher.

São todos os dois crente. Moram em Porto Velho, muito bem empregado.
Antes ou depois da, da. Antes! Então o senhor tinha uma primeira mulher?
É, a primeira mulher. Aí foi para a segunda.

Essa outra.

Mas me conta, a primeira mulher você conheceu aonde?

É. Na, nesse madeiro aí.
Tudo é no madeira?
Tudo.

Ela tinha naquela época treze anos. Treze? Anos? Treze Casei com ela.
Você tinha quantos anos na época? Eu
Eu estava coroão já. <laughs> Tinha quantos? Estava mais ou menos com uns, trinta mais ou Sabe o que ela fazia para mim? Sabe o que ela falava? Hum Ela me tomava benção. Ela dizia, benção seu Pará. Eu dizia para ela assim, de brincadeira, Deus te crie para mim. Era assim desse Eu falava brincando, ela Até que deu certo eu casar com ela, ó.

Você apaixonou por ela? Ela era bonita? O que que
Bonita demais, ó. Olha, nova, bonita, mais bonita, bonita. Eu me lembro, menina do interior, você chegando, elas olham pela brecha da po, da porta da. Fiquei aquela menina olhando, meio escondida. Eu comecei até que eu consegui ver ela. Aí, produzimos o primeiro filho, morreu. Aí tem os dois. Graças a Deus, veve muito bem, são crentes, não me dá problema. Que é vem aqui me visitar.
Mas essa aí acabou o casamento?
Acabou. Aí vem essa outra. Quando deu a separação, eu entrei numa bobeira. Eu tinha muita coisa, eu entrei num acordo com o juiz. É o seguinte, eu vendo tudo que eu tenho, E quero dar o dinheiro para ela, para não fi, para ela ajudar as meninas para eu não dar pen, não ficar pagando pensão. E ela, e eu barrelei, fui eu. Aí ela aceitou e o juiz, você quer descer desse jeito? Eu desse jeito Eu vendi tudo, só fiquei com duas casas. Vendi as chácaras, vendi as outras três casas. Aí eu fiquei com uma, aí eu vendi a outra e fiquei com uma. Aí você sabe, a gente ficando só, não está nem aí. Minha casa era, não sei como é que era. Aí E foi, foi eu acabando, foi acabando, foi acabando. Acabou com tudo. Dinheiro e tudo. Dinheiro de banco foi acabando tudo. Emprestando para os outros e dando.
E foi assim. E parou de trabalhar, parou de cons
Parei de garimpar, né e aí comecei nesse ramo de comércio, e vai comércio para cá, comércio para ali, e foi com o comércio. Até que eu me dou bem.
Olha aí. Mas aí o senhor ficou sem dinheiro nenhum?
Ficou com pouco. Não. Ah, fiquei com dinheiro. Eu tinha meu dinheiro, no, de assim, ouro, eu tinha ouro no depósito. Nas compra de ouro, a gente deposita o ouro, né? Depositar. Eu tinha ouro e foi. Aí isso aí me aguentou mais ou menos, depois da minha separação, me aguentou mais ou menos um, o ouro que eu tinha, o dinheiro me aguentou mais ou menos uns dez anos. Aí foi o tempo que surgiu essa praia para mim fazer. Aí foi, foi. Eu tenho um aluguelzinho bom.
E essa praia, como é que lhe deu de vir, vim aqui? A
A praia era ali, ó. Era daquele lado a praia. A Aí ia ter um festival. Aí eu falei com o administrador do Jaci-Paraná.

Ele disse, vai lá na ilha, naquela ali, ó. Vende lá na ilha que é bom. Aí eu fui, peguei uma madeira, fui para lá. Quando eu estava cavando os buracos para fazer o barraquinho de lona, aí chegou um cara, ei você não pode fazer barraco aí

Porque aqui só quem vende cerveja é nós, do patrocínio. Está bom. Aí eu olhei para esse lado. Essa praia era pequena. Só era até ali. Está aqui o pau. Desse pau para aquele ali eu ma, armei uma lona. Fiquei olhando assim, eu tinha um bar muito arrumado aí no Jaci. E eu digo, rapaz, eu vou fazer um boteco aqui para ir vender Aí os corpo de bombeiro lá, e aí, lá veio um corpo de bombeiro para cá e disse, o que tu vai fazer? Eu, eu vou botar cerveja para vender aqui de garrafa. Não tinha estrada. Fui no Jaci, chamei um amigo meu garimpeiro, pegou o trator e <coughs> veio com o trator, fez a estradinha. Aí eu falava para os corpo de bombeiro, olha quem compra. A estrada do Jaci até aqui? Foi Foi, desde lá da vila. Mandei fazer essa estradinha... Meia feinha, né?

Mandou fazer a estrada quando deu ali mais ou menos umas sete horas da noite, estava lotado de carro aqui. Para ali não tinha nada limpo, só era aqui. Eu mandei abrir. Olha, está até cavado, ainda até hoje. Eu vim por ali, vim por aqui, aí. Aí começou a chegar gente. Eu fa, eu fa, eu falei para os corpo de bombeiro, ó. É o seguinte, vocês fala lá do outro lado. Quem comprar cerveja minha aqui, eu dou churrasco. Minha amiga, quando foi ali... Lá para as onze horas da noite, estava lotado de gente. Eu fui lá no Jaci, trouxe o motor de luz, o meu. Coloquei aqui, meti a ripa, meti a ripa. Aí, para as três noites de festa. Eu vendi muita cerveja.

E era gente, gente, já.

Acabou a festa. Acabou a festa, aí. Fui lá na administração. O cara falou para mim, Quer aquela praia lá para ti, Pará? Eu digo, eu quero. Aí, ele bateu. Em nome da comunidade. Aí, eu fui no cartório, mas ficar em cartório. Aí, eu vim aqui, eu olhei. Três vezes eu vim aqui e voltei.
Tem que parar um instantinho só para trocar a fita. Tá. Vamos. De novo.

Estávamos aqui no bar, aí você está montando o bar e aí o que aconteceu? Aí
Eu vim para cá umas três vezes, meu Deus, será que eu abro um negócio aqui? Aí comecei limpar e chegou uns amigo meu, Pará, o que tu vai fazer aqui? Digo, um, fazer um barraco aqui, fazer um banhozinho aqui. Mas tu está doido, aqui não vai dar ninguém.

tomar cerveja. Meus, meus amigo, uma cachaçinha aqui e fui. Aí comecei no facão, uma foice.
Macha. Porque aqui tinha muito mato?
Mato, era igual àquela mata ali. Aí eu comecei, comecei e o primeiro fui ali, aí Eu fui no mato, tirei uns pau, fiz um barraco cobri de palha. Aí eu tinha um dinheirinho, né, foi aí comprei um boi. Aí já mandei arrumar uma estrada melhor. Nesse tempo, o prefeito em Porto Velho era o Guedes. Aí o Guedes mandou as máquina da prefeitura ir no Jaci, aí mandou o trator de esteira, mandar dar uma entrada aqui, eu dei o óleo, eu dei o óleo para eles, vieram, fez, ficou bonitinho.
Aquela estrada que a gente está vendo ali não existia.
Qual?
Essa estradona assim.
Essa aqui? É É. Tinha não. Não tinha nada.
Para chegar em Porto Velho tinha que ir como? Ah
Ah, não! Essa a bê erre aí? É. Já tinha, já tinha. Era estrada de chão.
Ah, era de chão.
Para você chegar daqui em Porto Velho era um dia de viagem atoleiro. Ah, é? É Era, eu alcancei isso.
Daqui até Porto Velho um dia?
Era um dia de viagem por causa dos atoleiros. Os ônibus não tinham mais nem para-choque. Arrancava tudo.
E aí?
Aí ele mandou aqui, você. Aí ajeitaram a estrada, aí eu comecei, fiz o barraco, aí eu tinha um dinheirinho, fui ali, eu digo, vou inaugurar isso aqui. Comprei um boi, comecei a anunciar que ia ter um churrasco e tal. Aí deu gente, gente, gente, gente, aí pronto. Aí comecei, comecei a trabalhar.
As pessoas que vinham aqui vinham da onde? Ã?

Elas vinham da onde? Quem? De Jaci, o pessoal?

O pessoal de Jaci. E quem passava na bê erre, às vezes, entrava aí, já para ver, né? Aí o motor de luz, a minha, o motor de luz que eu tinha era um motor à gasolina pequenininho, só dava conta de funcionar cinco bico de luz. Aí vai daqui, vai daqui, quando, aí cons, construiu outro barraco, aí chegou a perseguição do velho do caldo de cana.
Chegou o quê?
A perseguição, dizendo que era dele aqui.
De quem?
Tem um caldo de cana bem aqui. O cara mora lá na, na, na onde não enche. Ele falou que essa área aqui era dele.

Ele tinha um papel?
Falso. É tão feio para o advogado dele isso, que até meu amigo é advogado dele. Falso o documento. Dizendo que era dele, seu Zé, pelo que eu conheço, aqui é área da Marinha, da União aqui. Se eu tenho um documento lá, dá só terra lá, da terra firme, mas daqui você não tem. Aí foi aquela demora Para encurtar a conversa, foi dezessete vezes na Justiça, eu mais ele. Aí eu perguntei, Seu Zé, o que senhor quer mesmo de mim para me largar de É o seguinte, você já viu seu nome na internet, já fez o, você já fez os seus acertos com a companhia. Digo, não, eles foram lá fazer meu cadrasto lá, porque eu moro lá, eu que fiz as casas. Aí, olha, briga, briga, briga, briga, advogado, advogado. Aí eu, Seu Zé o que senhor quer? É porque. Seu Zé O senhor quer cinquenta por cento do que eu vou ganhar? Mas foi beleza para acabar a confusão. Ele aceitou. E já recebeu, já.
Agora me conta, <sneezes> Como é que chegou, aí veio a companhia que o senhor fez todos esses barracos que estão aqui, o senhor fez?
Foi eu que fiz. E
E aqui deu dinheiro, dá dinheiro? Não
Aqui é o seguinte, porque você, você, se você, se você ver isso aqui dia de domingo, você fica, não tem nem como você falar como é hoje, não. Dia de domingo aqui é duas, três mil pessoa, todo domingo. Aí tem som vivo, tem tudo.
E é tudo seu?
Todos esses. Tudo. Não, aqueles dois lá eu odeio. A senhora é muito a minha mãe, uma velhinha que vende pastel. Dei para ela.

Eu fiquei só com esses aqui.
E aí o senhor serve o quê aqui? Cerveja? É se
Bebidas. Agora aqui vai abrir para restaurante agora. Estava problema aqui era de funcionário, olha.
Por quê?
Gente da região aqui não gosta de trabalhar. O ca, o cara que eu aluguei os barraco ali, é um empresário. É um cara que tem condição, boas condições. Aqui só trabalha quem tem condição, porque o movimento é grande. Olha, eh, para ter, para ter estoque aí é quatrocentas, trezentas caixas de cerveja Hoje mesmo está tendo umas quatrocentas e poucas caixas de depósito aí. Para poder aguentar, é muita gente. No domingo? Deus o livre! E é só um vivo ainda. É horrível, viu? E agora, ele é meu amigo, eu cobrei barato, a, a, a por mês aqueles dois barraco ali.
Quanto é um barraco desse por mês?
Aquele ali eu dou dois e quinhentos. Dois e quinhentos. Porque eu fico sem preocupação. De primeiro, eu botava empregada, me roubavam e tal. Hoje em dia, não. O pessoal toca lá, eu fico. Quando é no fim do mês, o meu cai na minha mão limpinho.
É. Quanto que a pessoa tira aí?

E a pessoa que, que, o, o cara que explora o barraco, ele consegue tirar mais ou menos quanto?
Não, ele, todo domingo aqui, ele vende treze mil, doze mil, dez mil. É. Estou lhe falando.
Mas aí o que que aconteceu depois? Chegou a companhia?
Como é que. Aí chegou a companhia.
Quando que chegou essa. Qual companhia chegou?
A primeiro que veio fazer meu levantamento foi Furnas.
Certo.
Vieram aí, me entrevistaram umas duas vezes e tal, indagaram como é que acontece isso, como foi isso, como foi aquilo, aí vem aqui, aí fizeram os projetos aí, Furnas. Umas três vezes, aí levaram a papelada para lá. Quando foi o Uns quatro meses atrás veio a proposta. Que vem a proposta, né? Se você aceita aquele preço ou não aceita. Aí, para evitar problema, eu digo, está bom. Aí eu já assinei, já levaram para lá. Aí já tenho agora, ê eu mas diretamente com a Santo Antônio agora. Outro problema. Aí veio a turma de Santo Antônio, vieram indagar comigo.
Quanto eu. Santo Antônio o quê? Da usina de Santo Antônio?
É a usina lá de baixo. Que ela é a, a Furnas de Santo Antônio trabalha em conjunto. Furnas e vão me indenizar os barracos. Santo Antônio vai me indenizar os tempo que eu trabalhar aqui Ainda vão me pagar um ano, não sei quanto, eu não estou sabendo. Vai me pagar um ano, até eu arranjar disse que outro ponto para mim trabalhar, quero saber de outro ponto. Aí ela, eu me abri, que eles perguntaram para mim quanto eu ganhava por mês de lucro aqui. Aí eu chutei, né? Mais ou menos. Daqui vai para o esquema, você guardar as nota Eu disse, olha, eu faturo trinta mil por mês aqui de lucro, que é a faixa que a gente fatura. Aí ela, então, me pega seus, eh, se, suas papeladas de compra sua Eu tenho da coimbra, tenho da cristal. Quando ela pegou aquela folhada aqui, na realidade, é mesmo, vi Quando foi mês passado, me chamaram lá no escritório. aí, um cara que é meu conhecido. Rapaz, tu quer acabar com essa. Dizem que vai dar uma indenização boa. Não sei. Acho a A primeira proposta que veio, eu aceitei e foi boa. Pelos barracos? Pelos barracos. Aceitei logo. Aceitei, agora. Eles compraram os barracos, é isso? Indeniza. Vão me dar o prazo para sair. Eu tenho direito de desmanchar o que eu quiser aí para levar.
E aí o senhor vai fazer o quê?
Já comprei uma chácara muito boa ali com água. Vou fazer uma casa de dois andar e vou botar uma granja. Vou mexer com granja de galinha. Na frente da chácara, Comprei dois terreno para fazer casa. É loteamento que tem aí. Eu vou fazer casa para mim alugar e levar minha vida. Sou sozinho mesmo.
O senhor achou boa essa companhia vim, é isso?

Não. Não achei ruim, não. Pelo menos Jaci-Paraná que você quer. Olhe, Jaci-Paraná, quando eu cheguei aí, só tinha uma moto velha. Para você ver uma pessoa aí na rua, era uma luta. Aí primeiro que a le, levantou Jaci-Paraná foi Serraria. Chegou muita gente de fora com Serraria. Vai, vai, vai, aí lá chegou aquela perseguição e bamba meio ambiente, e prende, não prende, vai preso. E aí foi caindo, foi caindo, foi caindo, negócio de madeira. Serraria fecharam. Aí chegou a firma, aí tornou levantar de novo. Jaci agora, tem asfalto. Inauguraram agora semana passada um postinho belezinha, de saúde, com médico, tudo beleza, tem atendimento muito bom. E eu não achei ruim, não.
Tem muita gente agora em Jaci, né?
Olhe dona, quando dá dia de pagamento faz até medo andar na rua aí.
Esse pessoal veio da onde?
De todo canto. Paraíba, Pernambuco, Manaus, de todo canto. Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo. Tem mais ou menos uma usina lá, tem uns dezessete mil homem.
E que moram, eles estão morando aonde?
Eles moram lá mesmo, lá é a coisa mais linda que tem. Estão morando lá. A senhora vai ver, cinco horas da manhã, sim, quatro horas da tarde aí, passa trinta ônibus que eu O pessoal que não querem, que moram em Porto Velho não querem vir para aí, né? Todo dia traz de manhã, de tarde retorna para o Porto Velho. Quando é Toda cinco horas eles têm que chegar na obra. Todo dia. Pior horário de se viajar nessa bê erre aqui é, é cinco horas da tarde, E cinco da manhã, com tanto movimento de carro.
Alguma coisa, fora toda essas mudanças de gente, piorou? Não.
Muita gente dizer, fala aí, quando esse pessoal ir embora, e papapá, Jaci Não vai, pior não vai ficar do que era, não. Vai ficar melhor um pouco. Eu não estranho. Eu não estranho, não. Eu gostei. Corre dinheiro.
Está correndo muito dinheiro.
Está correndo muito dinheiro, sinceramente. Dia de pagamento, eu, eu quando saí daqui em novembro, quando o rio encheu, eu aluguei um ponto lá, muito bonito. Pelo um ano eu aluguei. Eu não conseguia dormir. Por quê? Com tanta zoada de gente, gente demais, aquelas máquina de som de todo lado. Quando é agora, graças a Deus que o rio secou, eu pá, já aluguei para outro. Não aguentei, não. Só que o movimento da, da, da. A senhora já viu aquelas casinhas, né? Entra uma bê erre e a outra aí?
Sim.
Ali só é, cinquenta por cento de eh, tipo boatezinha. Só de. Quase tudo é boate. Já veio de elite para tirar. Só uma, só uma noite lá veio dezesse, vai ver, velho vinte e oito polícia para tirar de lá. Entraram no acordo. Para tirar os barracos de lá. Agora é o seguinte. Todo mundo que tem ali vai ganhar uma casa no Vamos construir um

Até eu que não sou dono do barraco, sou arrendatário, vou ganhar um.

Eu falei para o cara, daqui eu não sou dono, eu sou arrendatário. Não, o legítimo dono é você que está em cima. Aí já, semana passada, o prefeito é amigo do meu amigo aí, vai para fazenda e disse, olha, vai sair o shopping e o seu pontinho está lá no jeito. E eu não quero, eu vou dar para minha filha. Vai ser tudo aquilo ali. Olhe, quando eu cheguei ali, eu vendia... Dia de pagamento, eu só abria até meia-noite. Os outros abre até de manhã. Quando era até meia-noite, eu vendia vinte, trinta caixa só de cerveja. Lá nesses. Barzinho, muito arrumado o bar. Mas eu não suportava com aquela tanta zoada, aquela coisarada de bêbado.
Mas e ali também tem, e, e prostituição? Como é que ficou aqui?
Olhe, eu vou lhe contar um negócio.
Conta para mim.
Estava demais. Demais.
Aqui em Jaci. Jaci. Abriu muitos negócios novos de
Abriu. Olha, eu vou lhe contar. Cada esquina aí é um bar. Só você andando aí no dia do pagamento, abocadão, só para você olhar, para você ver. Cada esquina é um bar, é, é boate, é tudo. Tem tudo. Tudo, tudo, tudo. Você... Ah, Jaci está grande. Aumentou muito e é gente construindo, viu? Gente Gente de fora, gente do Mato Grosso, Goiânia, tudo está enfincado aí. Olha, aqui para mim do, come, para mim dominar a, a, o pessoal de menor, que eu tenho meu alvará belezinha, tenho tudo aí. Quando é sete hora da noite, eu fecho ali.
Para deixar entrar?
Para não deixar entrar. Não, de noite eu não abro não, por causa da, de menor, entendeu? Não tem boca. No tempo do festival de praia, só a senhora vendo no festival de praia, é coisa de outro mundo, viu? Aqui é vinte, trinta mil pessoa, todo festival de praia aqui.
Mas essa parte da prostituição, o que que aconteceu então? Que ficou demais?
Como a? Não Primeiro as menina de menor vinha para cá e aí eu falei, foi logo como, vou no juizado, participei, digo lá é uma área aberta, não sei o que faço. Seu Pará, a única coisa que tu pode fazer, não é tu não deixar entrar à noite. Tranca o portão e deixa as águas rolar. Graças a Deus, me atenderam, agora a, a, a polícia de vez em quando está aqui comigo. Qualquer coisa, que às vezes, quando eu vou falar para uma menina quando já está na hora de ir embora, não, você não é polícia? Eu pá, ligo para a polícia na hora. A polícia já leva. Eu não quero, eu fico, olha, dia de domingo, Quando está fervendo de gente lá para as duas horas. Eu estou ali no meio. O celular na mão coisa, eu estou olhando as de menor. Se tiver não, graças a Deus, está indo bem, viu? A polícia, olha, eu vou lhe contar. Só polícia, segurança, nós paga quatro todo domingo. Ah, é? Quatro, segurança às vezes tem dois carros daí, um carro da polícia daqui, de Porto Velho da pê eme e outro de Porto Velho aí. Eu fui no juizado primeiro. Eles estão me dando o maior apoio aí.
Mas as menina, elas são da cidade, não?
Daí mesmo. Daí mesmo. A Ah dona Jaci-Paraná, uma época era or, era horrível, negócio de destruição, negócio de matar os outros, ladrão, eh. Ela, agora diminuiu bastante. Era perigoso aí.
Mas agora não continua perigoso?

Não. Sabe o que eu me admiro? Hã? Esse horror de homem que vem para cá e não tem briga. Só está aí nhenhenhezinho, tá, tá, tá. Mas um cara me falou que quando ele sai lá da companhia já é conversado, os encarregado conversa como é que o passeio, como é que aquele que brigar não volta mais para lá e tal. Graças a Deus está indo bem. Não sei porque tem muita polícia aqui dia de domingo. Agora eu vou, essa semana os bombeiro já vai me dar outro documento. Vai, vai, eu quero, um do corpo de bombeiro aqui. Para dar segurança. Porque tem muita pessoa aqui que não sabe nadar. Quer cruzar o rio, lá o ano passado andou morrendo uns dois aí. Vão querer nadar, dá cãibra, aí afunda, não, já era. É, é É desse jeito.
Então agora sua vida futura vai ser, quando isso aqui não dá, você vai para a granja?
Vou para a granja. Vou fazer uma granja para mim, vou ficar lá tranquilo. Eu não quero mais mexer com isso, não.

É problema. Depois na idade que a gente está, eu estou, a gente não aguenta mais e, entendeu? Aquela zoadeira. Eu me sinto tão bem quando está calado assim. <laughs> estou lhe falando. Olha, porque hoje não é dia, não é um feriado. Quando é Quando é feira dia de domingo, assim quando é meio de semana, amanheceu aqui já está cheio de gente, já quer som, quer tudo. Tem, tem uma, tem uma máquina lá dentro, daquela de colocar dinheiro, eu que está esculhambada. Agora não, agora tem outro som ali, aí eu, ontem eu enganei que estava a menina Colocou, ligou lá. Porque tem hora, só tem hora. Agora dia de domingo não tem jeito. Tem que disparar o som e tem que ser banda alta. Não É horrível, viu? Precisa o cara ter a cabeça para aguentar. E o tanto de gente que vem pedir para mim as coisas. Eu e o arrendatário, aí ninguém pode está aqui dia de domingo, mas é o jeito... O que dá mais prejuízo aqui próprio é o, os segurança mesmo, a polícia. É pedindo cerveja, não sei mais o quê. Sei É demais, é demais.
O que mais o senhor acha que vai mudar aqui na região depois que, que inundar tudo?
Bem, muita coisa vai, vamos supor, vamos supor, vai acabar um bocado de coisa. E vai admirar um pouco do que está acontecendo agora quando a, quando parar mesmo que ficar só a usina funcionando, aí esse pessoalzão que está aí vai todo embora.
Eles vão para onde, eles?
Vão para acho que terra deles. Já vai para outra usina. Vão fazer uma lá no Pará agora, outra usina. Vão embora. Vai ficar só os cara que toma conta das turbina mesmo.

O senhor acha que isso vai melhorar ou piorar?

Melhorar não vai, não. Só que melhor do que era antes vai ficar.

Como está agora, não vai não ficar não. Vai, vai cair. Vai cair. Certeza.
O que que você acha que deveria fazer para não ficar, vai ficar muita coisa vazia, né?
Olhe, pelo menos aí, olhe, bem aqui perto, abaixo da cachoeira, é a fazenda de um amigo meu. Ele, eh, alugou lá. Vem, a Alugou por não sei por quanto tempo. Se a, se você ver o tanto de casa que fizeram, casa bonita, vai ficar tudo lá. E ele disse que quando desocupar ele vai meter o trator, derrubar tudinho e meter pasto. Que era fazendona dele, é um cara de Porto Velho. Vai derrubar tudinho e vai meter pasto de novo na terra. Quero que você veja é lá na obra, como é que é. Eu teve condição dele, que lá a gente não entra assim, só que é funcionário. Agora eu entrei, que eu tenho, âh, converso com o pessoal aí. crachá, eu falei, mas olha, eu nem conhecia onde eu estava. Então lhe falar, é coisa do outro mundo, viu? Muito bonito.
Tá bom, seu Jaci, obrigada pela entrevista.